Novecentos e

Faz pouco tempo Pouco tempo né

Quem foram eles? Da onde vieram?
Meus pais... Bom, começar dos meus pais ou dos meus avós?
Por favor. Se o senhor conhece a história dos seus avós?
Não, a história deles não. Conheço sei os nomes e de onde eles vieram. Vieram da Itália e se localizaram aqui no Brasil

Isso, família do dos pais. O o

Agora, não sei se ela era muito fina, né? <laughs> Então, de lá depois,

A família, eles vieram da Itália, né? E da região dos meus pais, da região de Nápoles, chamada Salaconcelina.

Depois mudaram tudo para São Paulo.

É bom que saiba, né? Eles se conheceram, eh namoraram, depois casaram na igreja de Santa Efigênia, na data de... Posso ver aqui? Onde está? Ah está aqui.

O senhor poderia falar um pouquinho sobre o que eles faziam? Como Bom E ela Uma boa pergunta né E ela
Antes de casar, ela trabalhava em em vamos dizer em em casa que faziam chapéus, faziam em casa de confecções né de chapéus. Naquele tempo, a a a mulher usava muito chapéu. Né E o meu pai era barbeiro, só que não dirigia. Ele era barbeiro para para cortar cabelo e fazer barba. E

E aí ele servia os banqueiros, os os doutores, aqui da das emediações. Mas o quê?
Você sabe como eles se conheceram? Como foi que Aí aí
Aí Sabe, o acontece o seguinte, é que a gente não tinha muita conversa, não tinha muito diálogo com os pais. Mesmo porque, principalmente, eu estava sempre na rua. E eu continuo na rua. Estou sempre na rua. Andando para cá, para lá, conhecendo isso, conhecendo aquilo. Como eles se conheceram, não sei. Mas devem ter se conhecido, né? <laughs> Porque eles se casaram. <laughs>

Foi onde eu nasci. E nasciam um monte, né? <laughs>
Muitos irmãos?
Nós éramos em dez. Cinco já morreram. Agora faltam cinco. Eu estou me escondendo. <laughs> E... vamos dizer... de Eu não me lembro muita coisa, porque foi quando eu nasci.

ouvia a Revolução de vinte e quatro, ouvia falar, porque a Revolução se deu muito mais no centro do que na periferia.

Elas passavam carregando saco de batata, saco de feijão, lata de banha e tal. E Isso na Revolução de vinte

Era uma delegacia de polícia. Os policiais tinham o fardamento igual da das fardas dos franceses. Era toda ela azul marinho, com um filete vermelho aqui, assim, e aquele cap igualzinho os franceses que que usavam ali.

e tinha um córrego na margem do do do clube, que hoje está tapado. Tem uma uma triste notícia de desse córrego.

Eu tinha um amiguinho. ói ói ói A gente andava muito por ali. Eu com

O coitado do Quinzinho estava andando na calçada, uma calçada estreita, porque tinha o córrego do lado. Nisso aparece um carro. Olha que naquele tempo era difícil aparecer um carro.

Essa é uma uma notícia triste.
Não se preocupe com data, isso aqui é mais uma conversa mesmo. Eh e porque eu estou vendo que o senhor está falando e está fazendo assim com a, e acaba ocultando você um pouco.
Posso ficar com o papel?
Ou o senhor vai ficar um pouco aflito? Deixa ele aqui. Posso deixar aqui então? Pronto. Ótimo. <laughs> Porque ele fica na sua frente.
Ah Mas Ah, sim, sim, sim.
Isso foi uma tragédia, hein? Vocês É sempre brincavam na rua.
Depois disso, teve a teve o acidente... Ah, depois... Continuou, a vida continuou tal.

Nesse momento, chegou a polícia? Chegaram os moradores? O que é que aconteceu?
Olha, aí já não lembro, né? Já não... Eu acho que, em vez disso, eu... devido à coisa ser muito triste, eu acho que eu saí correndo e fui para casa, né?

Esse é um um depoimento.

Não tinha iluminação. Tanto que a gente foi morar

Cair, não é?

E ali filmavam, faziam filmes Eu vou dizer boiadeiro, não digo cowboy, porque cowboy é boiadeiro. Fazia um filme de boiadeiro né lá dentro dessa chácara. E a Ali tinha uma porção de amigos todos, aí já, eu tinha tinha nove anos. Tinha uma porção de amigos aí. A gente fazia uma disputa de quem dava mais voltas na chácara.

e, à tarde, passava o empregado da companhia de gás para acender os lampiões né. E, e durante a a Revolução de trinta, porque a López de Oliveira termina justamente onde estão os trilhos das das estradas de ferro, E ali, durante 1930, a gente via passar os os trencheios de soldados que vinham lá do sul e iam para o Rio de Janeiro, né, para depor o o Astor Luiz. O Astor Luiz Pereira de Sousa, que era presidente naquela época. E o os gaúchos não estavam de acordo tá. Então, eles passavam ali e a gente via os soldados passarem. em trinta. Logo em seguida, a Revolução de trinta e. dois eu já tinha uns doze, treze anos por aí. Eu, uma porção de garoto, formamos uma banda, tudo de lata. E percorri as ruas da Barra Funda tocando as latas, e fazendo a propaganda da Revolução de trinta e. dois e a gente também gritava.

Ele devia ser um político que foi, naquela época, em São Paulo né. E... Durante essa Revolução Pegado à minha casa, tinha uma metalúrgica. Essa metalúrgica fabricava os obuses para a Revolução. E e o... Como é que chama o? O chapéu de aço, como é que é? Capacete! Fabricava os capacetes e os obuses para a Revolução. Depois de trinta e dois, também tinha o seguinte.

E tinham dois times arqui-rivais. Parece-me que eram democráticos e estudantes. E, de domingo, Disputavam lá a partida. No fim, já viu, né? No fim, sempre saía aquela briga, né? <laughs> A o a A última briga que eu assisti era de mulheres.

Isso no fim do do do do do jogo.

Cachoeirinha chamava Chamava-se cachoeirinha porque, de fato, tinha uma cachoeirinha. O rio Tietê passava ali quando o rio Tietê era limpo né. O rio Tietê passava ali. E até tinha uns alemães que faziam muito ali na Cachoeirinha. E a gente ia lá para pescar, mas eu não pescava, eu nadava no rio lá. E o que mais que eu posso me lembrar?

Jogava-se muito futebol na rua, né? Porque naquele tempo não passava muito carro, a gente podia jogar futebol.

Aqui a molecada fazia o seguinte, pegava um garoto, punha, porque a rua era em decida, e ela terminava numa quadra, só terminava numa parede e tal. Então a gente punha o garoto dentro do pneu, e soltava ele no chão. <laughs> Ele ia de bá na rua e saía de lá <laughs> todo tal e.

Ali chegava o chegava o a o gado do do interior, para a acho que para engordar, Uma vez, um boi fugiu.

E tinha um guarda na esquina, que não sei por quê, Quando o boi veio se aproximando, ele puxou do cacetete e fez assim para o <laughs> para o boi parar. O boi parou, mas parou em cima dele. <laughs> Deu uma trombada nele, jogou ele no chão e continuou correndo e tal. <laughs>

Vou retomar algumas coisas, né? O senhor foi contando várias coisas bem interessantes, então vamos aprofundar algumas coisas.

O senhor disse que tinha uma família de dez, né? É Dez filhos, dez irmãos, né? Me conta um pouco como é que era a casa de vocês, como que era esse almoço de domingo... Ah, o o almoço de domingo era...
impreterivamente, tinham que estar todos juntos na mesa não é, para almoçar e tal. Mas acontece o seguinte, eu não... Não não era muito de estar em casa. Foi a vida toda assim. Até a pouco a Até agora, eu fico pouco dentro de casa. Estou sempre na rua. Então, naquele tempo, a gente... Tinha a a aquela amizade de irmãos e tal, mas, como eu estava sempre fora, não tinha lá muito bom contato tal. Agora eu vou contar uma uma coisa interessante. Eu estava varrendo uma sala. De repente, eu não sei por quê, eu bati num espelho que estava na parede. E o espelho caiu. Na minha cabeça. Não fez um arranhão. E não sei como é que tiraram o espelho daqui. Podia ter matado, né? Podia ter cortado a carótida e tal. Então... E o... E o contato assim, o diálogo com os pais, era muito pouco como como... Porque eu estou dizendo, quase nunca estava em casa e tal.
E é isso. O senhor frequentava a escola? O senhor ia à escola? A
Ah, sim.

Completei o curso aos onze anos, em mil e trinta e, quando completei o curso, já quis ir trabalhar. Mas...

E ali li é uma ladeira muito íngreme, né? Bem pronunciada, assim. E a gente ali brincava, subia numa lata, num numa coisa, e descia até lá embaixo e tal.

Então ali era tudo mato, tudo. Tinha um riacho. Aí tinha um sujeito que estava passando, assim, numa estradinha. Eu não sei por quê. Ele mexeu com com o boi, né? E o boi saiu correndo atrás dele. <laughs> E ele saiu, então, na disparada. Quando chegou no regato, ele deu um salto e pulou o regato. Aí o boi parou. Ah e O que mais que tem?
Tinha muita fazenda ali, é isso?
É, muita chácara. É Também tem essa, viu? As chácaras eram... As pessoas, os chacareiros, né? Eram muito ignorantes. Muito Então, eles faziam a irrigação das verduras com águas poluídas. E E minha mãe gostava muito de andar por ali e comer aquela verdura e tal. Eu a eu também comecei a comer. Apanhei uma verminose que fiquei a vida quase toda com ela.

Eu tinha vinte e anos teve passei

Tudo. Queria saber um pouco como era a Todos imigrante italiano? Como
Não, não, tinha tinha também muito portugueses. É Tanto que tinha uma família de portugueses que eram donos de diversas casas, e naquele tempo os proprietários vinham oferecer as casas, sobrava casa para alugar, né? E como eles sabiam que meus pais eram bons pagadores, eles... vinham oferecer as casas para alugar para eles. Eh Eram portugueses. Tinha Não eram tudo italianos, não. Era Tinha muito português, tinha italianos, tinha tinha diversos... tinha muito negros também. Tinha e a a amizade assim com os com os vizinhos era muito boa tal. Apesar de que

E eu não sei por quê, eu a um dia eu apreciei o casal levar a moça para o fundo do quintal,

Tanto que minha mãe subiu no muro e gritou contra eles que ia chamar a polícia por causa disso. Aí cessou. Eles nunca mais bateram na moça.

Essa infraestrutura, por exemplo, do bairro, porque hoje né tem um monte de prédio, hoje está tudo mudado, né? Ah hoje está bom eh Oque é que tinha ali Não era muito
O não era muito construído ah

Quando chega lá em cima, por exemplo, na igreja, já o resto era tudo mato tudo, não era muito construído.

Até ali era construído. Depois o resto também era... não tinha essa avenida que tem hoje, não tinha...

Ali também tinha isso.

E, atrás desse muro, aquilo, quando chovia, ficava um verdadeiro mar. Alagado. Ficava tudo alagado.

Parecia um mar mesmo, aquela enchente que fazia, que a chuva fazia e. Então é isso. Ah Depois é que começou.

Tudo mato. Eu me lembro que uma vez eu vinha correndo, quando eu eu noto uma cobra passando e tal. Eu saltei a cobra e tal. E aqui ali, quando chovia, onde a gente morava, ela tinha um quintal muito grande, e enchia de água né. E a gente brincava ali de, com umas tábuas e tal, brincava de de remar. Ali era tudo mato, não tinha muita construção.
Não tinha... Como Daí que Era a casa de vocês

A casa de vocês, como era?

Não Não plantavam aí. Aí a gente não plantava, porque meu pai não gostou da casa e queria mudar logo, né? Onde a gente plantava um pouco era na rua...

Minha mãe fazia um canteiro de... plantava verdura, plantava tomate, tudo ali. Então

Era uma casa aqui e outra casa a cem metros distante e tal

Uma das coisas que chamou a atenção foi que o senhor disse que eles filmavam, né? Na Chácara.

Como é que é
Vo vocês ficavam lá assistindo?

E a gente da calçada, às vezes, assistia. eles filmando e tal né. E o negócio é cavalo, tudo porque era muito grande a chácara era. Esse quarteirão era, acho que, quinhentos metros cada cada face né.
Era bem grande. E
E para nunca chamaram a gente para participar de filme.
Vocês queriam.

Outra coisa que o senhor comentou foi a questão da banda, né?

O senhor fizeram montaram uma banda. Mas da onde que vem esses instrumentos?
Ah, os instrumentos... Não, os instrumentos era lata. Era tudo feito de lata. Lata de banha, lata de... qualquer coisa, batia a gente batia na lata. E eram uns quinze dez ou quinze meninos que faziam essa essa banda e davam a volta pela pelo bairro, como eu já falei, fazendo a propaganda da Revolução.

E da onde veio essa influência para o senhor

Eram crianças, né? É Eram os seus pais que falavam?
Não, não, era era mais era mais feito por políticos, né? Era mais feito por políticos tal. Agora, quem organizava, quem isso eu não sei.
Não sei que eu... E... E?
O senhor falou time de futebol.

O senhor falou daqueles times de futebol
os times de futebol quando se reuniam.
O senhor jogava?

Não nunca jogou?

Mas depois eu, um pouco mais de idade, entrei.

Então, o o chefe dos escoteiros proibia de jogar futebol, porque ele dizia que futebol era para vagabundo. <laughs> <laughs> Então, a gente não jogava futebol. Mas aí, então,

Bem chegamos lá a morar, chove e alaga. <laughs>

Alagava tudo ali e tal. E aquilo atrás da casa parecia um mar, tudo cheio de água tudo. Aí meu pai deu um ultimato para minha mãe, porque era minha mãe que procurava as casas e mudava né. Ele disse, para você para mim vir para casa à noite, você tem que mudar daqui, senão eu não venho mais. Então, no dia seguinte, ela... Porque a casa era fácil de arrumar.

Não sei o que o senhor acha.
Deixa eu ver se tem mais alguma Coisa Mas se conhece.
O senhor ia na minha escola ali perto.
Ficavam brincando no rio. <laughs>

Ocupações na época.

Onze anos. Hoje eles dizem que não pode trabalhar nem com catorze Né e eu com onze anos fui trabalhar. Fui trabalhar numa

Mas eu fiquei, acho que um mês. Depois, então, passei a trabalhar numa leiteiria. Aí, a leiteiria era...

E um dia, O dono da leiteirinha é outro senhor que tinha vindo também dos Estados Unidos e montou essa leiteirinha aí.

Então, era um caldeirão dessa altura, cheio de leite, posto no fogão. Agora, sabe o que você faz? Tem essa pá aí, você vai ficar mexendo isso aqui até ele se tornar doce de leite. E aquele vapor do do leite fazendo me deixou enjoado que hoje não posso nem ver leite de lei doce de leite. E também a naquela altura não existia geladeira né essa geladeira industrializada e tal então a. Havia um um tanque acho que de uns cinco metros com água gelada e com um tampão que, se a gente deixasse cair, ficasse ali, cortava no meio. Era um tampão pesadíssimo e era guardado ali o leite, a manteiga, tudo que não tinha geladeira, então aquilo servia de geladeira né. É isso aí. Daí também deixei a leiteiria e o doce de leite e fui trabalhar numa... numa outra alfaiataria aí. Aí não era alfaiataria, era o era o chamado costureiros. Eles faziam...

Tenho observação interessante. Eu sempre gostei de andar a pé.

Tudo nos une, nada nos separa. Tudo nos une, nada nos separa.

E isso eu achei muito interessante,

Outras... Desculpe

Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem complexa. Preparado? Eu queria que o senhor me descrevesse esse caminho que o senhor fez, fazia sempre, né?

Era assim. Como que era esse caminho? Quais é as ruas que o senhor pegava?

Aí eu não me lembro qual era.

que entrava na rua. É o nome de um poeta. Como é que chama?

Rua, rua, rua, rua rua rua rua... Essa está me escapando, né?

Foi difícil lembrar? Não, aí... Foi tranqui esse caminho foi difícil lembrar ou foi

Então, eu queria mais uma pergunta sobre esse caminho. Me conta, como é que eram essas casas? Tinha muita árvore, como eram as casas?
Eram bairros chiques que você passava? Não, não, não era nenhum bairro chique.

eram tudo casas casa de pau-a-pique e tal, mas era coisa assim. Era Ali eu atravessava né ah ah ah bo ah. A Bela Vista, sim, a Bela Vista era bem bem construída tudo ca e, mas no a a maioria dos caminhos eram Era todo construído. Só a atravessava essas avenidas é que eram ainda era quase tudo desabitado, quase tudo mato. Atravessar que o Hoje é a vinte e três de maio, né? Hoje é vinte e três de maio.

E e atravessando também A liberdade era uma rua, não era a Avenida Liberdade, era uma rua. E e era isto. Não tinha e também não tinha perigo nenhum, não tinha hã violência, nada disso né. A violência iniciou quando São Paulo cresceu demais.

em relação a essa rua, de dessas indas e vindas né, o senhor teve algum dia dessa trajetória que foi marcante, que teve algo diferente, que você Não O senhor viu alguma coisa, o que aconteceu, enfim?

Até até chegar em casa, não não teve nenhum, nada, nada que pudesse mencionar e tal. Mas ah... Deixa eu ver... Aí chegando, vamos dizer, chegando... Por volta aí, nós estamos por volta de mil e e trinta e devido à Revolução Constitucionalista, prometeu eh de voltar à democracia né, fazendo uma nova Constituição. Mas, logo em seguida, houve a intentona comunista de trinta e cinco, e aí parou tudo. E em trinta e sete, o o senhor Getúlio Vargas eh promove o Estado Novo, Aí é outro golpe, Estado Novo, que vai até quarenta e cinco, né? Quando ele é deposto. E e agora, essas datas que eu tenho aqui, por exemplo, podia fazer um parênteses aí, só falar nas datas. Por exemplo, em quarenta e sete, depois de trinta e sete, quando ele deu o golpe, em quarenta e cinco ele sai. Quarenta e e sete a, a Câmara vota uma menção lá, fazendo com que o Partido Comunista caia na Ilegalidade. Na Ilegalidade Ilegalidade e sete Vai até cinquenta, quando o Getúlio volta e é eleito presidente. E ele fica até cinquenta e quatro, aí houve umas... cinquenta e quatro

que era um ótimo democrata, disse não. Ele foi votado ele empossa E empossou o Juscelino, que foi até sessenta né, em E um toma posse o Eleito o Jânio Quadros, o Jânio Quadros fica alguns meses, eh renuncia. todo aquele embrolho, né, do Jango Goulart. Jango Goulart, eles não queriam que tomasse posse, fizeram uma menção para eh que o sistema político fosse de não eleger diretamente o... Era era um outro tipo de regime que tem o primeiro-ministro, né? Mas o o povo votou contra. Então, foi. Mas aí, naquele embrólho, foi indo foi indo até que os militares Deram o golpe

e oito o á í cinco E essas

E ele foi muito muitas vezes preso. Entre entre a essa revolução de de vinte e quatro, por exemplo, ele estava preso na Bastilha da ali da Rua Paraíso, onde hoje é o Viaduto. Ali era a Rua Paraíso. E ali tinha uma cadeia. Ele estava preso ali tal. Isso na Revolução de vinte e quatro. Na Revolução de de... Não, Revolução não né. De trinta, ele parece que não tomou

Esses movimentos políticos, eu me lembro, por exemplo, aí já estou fazendo embrolho, né?
perguntar qual foi a sua participação, senhor.

A minha participação, Por exemplo, quando tem o Estado Novo, A minha parti Trinta e sete É a minha parti O que muda na sua vida por exemplo A
Todo comício que havia, principalmente do partido, estava lá, na na, estava lá tomando parte. E eu tomei muita parte na formação da Petrobras. os os que lutavam para que o petróleo não fosse entregue para pocence potências estrangeiras. Então, havia aquele movimento dos patriotas contra isso. E eu tomava parte, não falando, mas tomava parte comparecendo ao àqueles eventos. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos na Praça da Sé fazendo esse movimento e apareceu a Cavalaria. Apareceu a Cavalaria em em cima da gente, viu? Poxa, nós estávamos lutando por uma coisa que era bom para o Brasil e não sei por que o Getúlio era contra. Eu me lembro só que eu, fugindo da cavalaria, na esquina da Praça da Sé, com o senador Feijó, tinha uma sapataria com as vitrinas abertas, e o cavalariano vinha em cima de mim com a espada, né? E eu, correndo, entrei naquela sapataria e me livrei da. Aí o cavalariano pa parou e voltou, né? Eu me livrei da e essa. Esses movimentos, de lutas políticas, eu a apareci às vezes tal. Outras Outras coisas também que eu quero mencionar, por exemplo, é quando... Foi na Revolução de... De Sei que meu primo foi também preso lá no... onde era o... Lá na Praça... Ali na Luz, como é que chama aquela praça?

Praça Barche Mas ele foi preso no?

Ali tinha o uma prisão, o Dops. O Dops Ele foi preso ali no Dops.

Foi preso, mas ficou uma noite só lá preso.

Passaram por cima das leis brasileiras, porque a lei brasileira é a pessoa que é estrangeira, mas casa com brasileiro não pode ser deportada. Essa é a lei.

os campos de concentração. Então, era isto.
A sua família tinha uma participação com o partido comunista, é isso?

Então, ele trabalhou muito nesses jornais que eram da esquerda.

E, por causa disso, ele foi preso. E a participação nesses movimentos era mais do meu primo.

Participava tanto que ele foi preso nessa bastilha aí da da rua... Como é que chama? Paraíso. Foi preso ali no Dops. No Dops, e o... Quando eles reformaram o Dops, eu fui para para visitar. E eles punham, então, uma música fazendo o que havia no presídio nos presídios naquele tempo tal. Então, era uma gritaria de dor né. Aqueles presos todos jogados no chão,

Isso eu assistindo no Dops. E o. <laughs> Vocês conheceram o? Conheceram?

Ouviram falar em? Lá na no Ibirapuera?

Eh Ah nessa Tinha algum contato Em mil eh eu trabalhei eu tranbalhei até mil o bonde entrava nessa valeta e a gente tinha que desparafusar uns parafusos muito grandes debaixo do bonde para tirar a carroceria e tirar o truque para consertar e tal, reformar e E tinha uma mola que trabalhava como amortecedor no bonde, que era um perigo extraordinário, porque os operários iam com uma alavanca para tirar essa mola, e se em caso escapasse a mola e tivesse alguém na frente, matava. Ela saía de uma velocidade tremenda. Aí depois, essa era a a valeta. Aí eu pedi transferência na valeta, fui trabalhar na sessão de pintura.

Ele disse, olha, como eu queria estudar e não tinha possibilidade, ele disse, olha, trabalhar lá embaixo na na oficina da Light, que lá tem escola, você pode estudar lá. Mas que escola, coisa nenhuma, <laughs> não tinha nada disso. Tinha, era um trabalho de... <laughs> Poxa, que trabalho! Aí eu passei na a trabalhar na na pintura dos bondes, mas também <laughs> não gostava. Aí um dia chegou,

Ele falou para mim assim, senhor

O senhor tem chegado muito tarde, não pode mais chegar Tarde. E aí eu falei para ele, não posso mais chegar tarde não. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos já para o escritório porque eu vou embora. <laughs> E saí das oficinas da light. Fui trabalhar <laughs> Fui trabalhar num escritório de uma firma de móveis na rua do Lava Pés. Para tomar conta de um escritório. Só que o escritório era só eu.

E eu fazia o serviço de controle, dava... os boletins para o cobrador. O cobrador ia cobrar na volta e acertava para saber o que recebeu então. Um dia tinha um trabalhador ali, um italiano, que não sabia muito escrever ou falar o português. Então, como ele sabia que eu sabia escrever alguma coisa,

Quer me escrever uma carta de amor para uma moça? Disse, está bom, escrevo. Escrevi a carta, uma semana depois aparece a moça com o noivo. <laughs> Veio tirar satisfação, quem é que escreveu esta carta para a minha noiva? Eu disse, olha, eu escrevi a carta pedindo do rapaz aí. Mas a gente não sabia que a moça era noiva, né? <laughs> Depois daí, saí daí, fiquei uns tempos doente. Quando eu completei vinte anos, eu fui trabalhar na firma

Era um primo. Eles fabricavam camisas. Aí é Essa história vai de de Mas o que tem de interessante para São Paulo, deixa ver.

Então, eu acho que foi o melhor prefeito de São Paulo. Ele abriu todas as avenidas que tem hoje Se era rua, ele punha abaixo tudo. Pareci Tinha uma São Paulo parecia uma cidade eh bombardeada. Ah eu ó Onde ia passar uma avenida, podia ter prédio, dez, quinze andares, ele punha no chão. Então, ele, por exemplo, abriu a Avenida Ipiranga, era a Rua Ipiranga. Abriu a Avenida Ipiranga. A Avenida pi Ipiranga chegou até a... Como é que chama?
Como é que chama aquela que sai do Largo São Francisco?
Não, não, não. Era A ave veni Ipiranga é assim e a Avenida...

Ela sobe assim, né? Então, Avenida Ipiranga chegava até ali, parava, porque ali era fechado. Não tinha esse viaduto Maria Paula. Ali era fechado.

Na Praça João Mendes também era fechada, porque ali tinha, era Itororó ali embaixo, né? Ali era fechada e tinha até a Câmara Municipal, tudo por ali. Aque aquelas casas coloniais e tal, né? Ali também foi posto abaixo e a Avenida Ipiranga subia a o a Maria Paula, caía na na João Mendes. A João Mendes também. No fundo, tinha uma igreja. Como é que vamos fazer agora? Tem uma igreja. Tira a igreja. Levaram a igreja lá para o para a climação. E ali passou a avenida para se ligar para Sacloves e Rangel Pestana. Esse é o o trabalho do... Entre os quais outras avenidas.

Eram duzentos e oitenta quilômetros de avenidas. Mas ele não chegou a abrir as duzentas e oitenta.

E sobre a vinte e três de maio, pres tem outro acontecimento. Na Praça da República, em trinta e Os estudantes fizeram movimento a para a a vinda da democracia e tal né.

ême bê cê né

E no dia nove de julho é que começou a Revolução de trinta e dois, que eu estava lá na na Barra Funda.
Você chegou a ver o agito?
Olha, a agitação da... da Praça da República, eu não não cheguei, porque aí eu era criança, né? Tinha... Naquele tempo... Hoje, o um moleque de treze anos tem um metro e oitenta, um metro e noventa, né? E a gente era tudo gurizinho, tudo baixinho. Então, não não não não podia se meter muito nesses nesse movimento. Mas eu sei que houve esse movimento, né? E a polícia...

Dali houve a Revolução de nove de julho.
O se se se se o senhor comentou do seu trabalho, do dia né de trinta e nove a quarenta e cinco né, e que teve a prefeitura melhor. E é interessante que é bem no período da guerra. da Segunda Guerra Mundial. Ah é Como foi essa questão aqui? Morador de São Paulo, Segunda Guerra Mundial, pessoas indo para a guerra, como teve pessoas da família que foram, como foi esse Ano Esse período?
O começo da da guerra, a gente eu era contra né toda essa essa coisa da guerra, essa coisa do do nazismo tal, eu era contra. E fazia-se movimentos também contra a guerra né, pela paz e tal. O em trinta e E nove, praticamente, quando começou, aí começou a faltar muita coisa em São Paulo né. Começou a faltar farinha, faltar eh muito alimento. Eu sei que aí eu já... e cinco, já... quarenta e cinco, não, quarenta e... trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, durante o período de guerra, começou a faltar muita coisa, né? Entre os cais também começou a faltar gasolina. Aí inventaram um um tipo de combustível, o... o gaso... gasoduto, isso é um negócio, um nome assim. Os automóveis andavam com aquele troço, <laughs> com o car ace aceso o carvão dentro, parecia uma uma caldeira. E aí para a gente poder se alimentar, tinha que ir de madrugada, ir para os açougues, ir para... Não tinha supermercado, não havia, né? Eram mercadinhos. comprar do macarrão fazer pão, aquelas coisas assim e tal né e. Durante a guerra, aconteceu isso que eu mencionei das das duas moças e. E não me lembro mais.
Tinha essa discussão? onde você frequentava assim, comunismo, fascismo, os aliados? Ah havia
Havia muita rivalidade entre os comunistas e os integralistas né. Eu me lembro que uma vez, na Praça da Sé, houve um confronto entre integralistas e comunistas. os integralistas vindo de uma de uma rua, lá do pátio do colégio, entrando na Praça da Sé, que eu acho que eles iam fazer uma manifestação, e os comunistas de de cima da Praça da Sé contra. Né ali se enfrentaram e houve correria até que chega a polícia e e acaba com com a briga e tal. E havia esses movimentos, muito movimento.
O senhor participava de algum? Conversava? Tinha É na família?
Geralmente, eu às vezes, não por por querer estar presente, mas, às vezes, por estar na rua, participava tal e.

ele aumentou a o preço da passagem de ônibus de dez centavos para vinte centavos. A população não não aceitou. Aí houve aquela briga e tal, e cavalaria em cima da gente, <laughs> e a gente fazendo um movimento de e derrubando o ônibus para para que a a passagem baixasse pelo preço que estava. Naquele tempo, quando havia quando havia Hoje em dia, ninguém se incomoda. Pode aumentar a vontade, pode fazer o que quiser, ninguém... Mas, naquele tempo, a gente fazia movimento. Não queria, por exemplo, que aumentassem as coisas assim a. Fazia movimento.
Então... E o senhor não tinha ligação com nenhum partido? Era uma Questão sua? Tinha essas
Não, eu não não não não fazia... Petróleo é nosso e o senhor ia?
É isso a?
que... Não fazia parte dele Não era filiado a partido nenhum. Mesmo porque eu era, era e ainda acho que sou, meio extro introvertido né. Era muito Não gostava de aparecer. Não gosta então não e e Então, o que mais?
Vamos dar um pouco de está bem focado no seu trabalho, nessas questões. Eh O senhor estava com vinte e poucos anos nessa época, né? E essa parte do lazer, as festas, namoradas, o senhor podia contar um pouco para a gente? Dessa sua juventude.
Ah, juventude. Olha, eu gostava muito de passear, visitar. Saía de São Paulo, ia para para essas para esses eh municípios vizinhos e tal, viajava. E, durante o tempo, vamos dizer, aí volta a criança, porque no tempo do escotismo, a gente subiu diversas vezes ao Pico do Jaraguá. Duas vezes, assim, interessante. Uma vez, nós subimos o Pico de Araguá à meia-noite, para fazer uma serenata lá em cima. Era escoteiros. Outra vez, a gente... Como eu quando eu quando eu entrei para o escotismo, era o seguinte. Eu entrei como escoteiro. Logo em seguida, passei a monitor. Logo em seguida, a guia. Logo depois, a chefe, a subchefe, e logo a chefe. E também passei a ser o chefe da banda. <laughs> Aí, um dia <laughs> uma noite, numa reunião, O chefe do escoteiro, olha, nós vamos fazer uma viagem para uma cidade, aí nós precisamos que a banda esteja em ordem.

Aí, em dado momento, eu disse para a turma, bem, agora, Aquela batucada.

<laughs> E aí o o chefe sai Praticamente sou músico. Eu toco qualquer instrumento de percussão. Bateria, pandeiro, chocalho... Até hoje eu toco. Eu fazia, em mil novecentos... Eu estava com eh com onze anos. Onze anos

Eu tocava pandeiro e chocalho. E quando precisava, tocava bateria.

E eu também tocava pandeiro, agogô e diversos instrumentos de percussão.

Eu tocava ali com eles e tal. E uma noite, Já que... Tá muito... Eu acho que está um pouco bagunçado, né?

Não? Não. <laughs>
Ih, mas... Não começou não começou ainda, só um minutinho.

Quando que o senhor o senhor acaba voltando né É à sua profissão de músico. É
Depois do tour no Portugal, um o conjunto do meu primo foi contratado para tocar numa festa na rua São Vicente de Paula. Conhece a rua São Vicente de Paula? Aí na Cecí na Santa Cecília. E o conjunto chegando lá, foi atendido por um senhor italiano. Eh Nós somos o o conjunto que veio tocar para a festa. Ah, muito bem. Ma há una coisa.

Ué, mas por que? Seu

Então disse, olha, se ele não entra, ninguém vai entrar. O senhor vai ficar sem a festa. E nós fomos embora. Então, deixa eu ver. O que mais que eu posso falar? Ihh Estou tentando As namoradas.

As namoradas.
Ah, as namoradas.

Ele chamava-se... Como é que era o nome dele? Agora não me lembro mais. Então, uma noite, nós fomos tocar numa festa. Eu e ele, e o conjunto dele.

Quando chegou a meia-noite, o uma parte do conjunto disse, olha, nós não podemos ficar mais aqui, nós vamos embora então. Então, só ficou eu,

Ele tocando violão e eu pandeiro. E tinha dez meninas para dançar. Aí como é que a gente fazia? Eu tocava pandeiro e cantava, e ele dançava. <laughs> Um pouco com as dez. Depois ele tocava violão e cantava, e eu dançava com as dez. <laughs> Namoradas... Eu não tive muitas, não. Mas gostava de namorar. <laughs> Namorava um pouco, e depois largava, até que encontrei a que foi minha esposa né. Isso foi no ano de mil novecentos e quarenta e dois. Esse meu primo, que tocava violão, estava em casa, E disse assim, olha, vamos até a casa de umas moças aqui no no Ipiranga. A gente passa lá uma noite agradável e tal. Então fomos lá. Chegando lá, eles estavam jogando tómbola, que a casa da da família da minha sogra era sempre cheia de gente. Então, eu eu entrei no jogo. Era o jogo de tômbola. Eh Entrei no jogo nisso apareceu a moça que ia ser minha esposa no futuro.

Tá bom, vamos fazer sociedade. Aí começa o namoro. E fica o namoro até casar. Três anos só.
O senhor pulou uma boa parte aí do jogo até virar namoro né. Como é que... <laughs> Como desenvolveu do jogo para o namoro, a gente não entendeu muito bem aqui, não.
Mas o o... Aí passamos a a namorar,

Eu ia lá namorar, a maioria das vezes era de bicicleta e. Ia namorar lá. Agora, o que mais que você quer saber?
O senhor casou, então, depois de três anos. É, casei no dia... Igreja. Como foi?
Casei no dia... Ih, aí é complicado. Ih Será bom falar? É muito complicado. O negócio é o seguinte.

O que acontece é o seguinte.

Aí, conversando com o indivíduo que controlava a imobiliária, eu dei até uma quinhentos reais para ele para me guardar uma casa, quando ela estivesse pronta e tal. E pedi.

Aí eu pedi para eles se eles aceitavam ser meu fiador. Aceitaram. Porque se eles não aceitassem... Assim gente que podia ser fi meu fiador. Eu tinha um crédito fabuloso. Mas, nesse trem nesse entre tempo, eu fui mandado para Santos para tomar conta de uma filial, porque o gerente tinha a filha doente e ele precisava deixar a loja um mês antes de casar. Quando a casa ficou pronta, a pessoa da imobiliária mandou o contrato e a carta de fiança para eles assinarem. Não quiseram assinar. E perderam a casa. E me escreve. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê?

Mas quando você subir para São Paulo, você procura uma casa que nós... Mas já estava em cima do casamento.

casei em oito de... oito de abril, né? Oito de abril de mil novecentos e... oito de abril de mil novecentos e quarenta e quatro. Mas eu não pude estar presente no casamento. Tem cabimento, isso?

O meu mano foi no meu lugar <laughs> para casar com a minha esposa. Me representar, ele me representou. Porque eu não pude subir naquele dia. E na E na igreja eu casei-me, apesar de não querer casar na igreja.

novecentos e quarenta e e é isso aí Ih, mas tem um embrólho, mas... <sighs> Nem queira saber. Aí, eu gostaria de falar é sobre São Paulo. Deixa eu ver o que é que tem mais <laughs> sobre São Paulo.
O senhor foi morar onde? Casou e no fim? E
Casou. Perdi a casa. E agora? Tive que morar na casa da sogra. <laughs> Fiquei dois anos na casa da sogra. Durante esse tempo, que foi Foi, é... Espera aí. Foi? Na Casa da Sogra. Durante esse tempo, você sabe que São Paulo, até mil novecentos e quarenta e nove, ele não tinha a Radial Leste, não tinha as marginais do Tietê. Então, todo o movimento de de bondes, de automóveis, de ônibus, de caminhões, era tudo pela Celso Garcia e Rangel Pestana. Tudo passava por ali. E havia muito desastre, muito desastre mesmo. O último desastre que eu assisti, porque os bondes vinham da cidade abarrotados. É gente que não acabava mais. Bondes e a maioria das pessoas não não tendo lugar na parte, na parte, vamos dizer, de um lado do bonde, eles iam pela chamada entrevia, que era do outro lado era uma Era uma um lado perigoso. Então, uma noite, subindo a Celso Garcia, na altura em que tinha uma indústria chamada Testília, passa um caminhão a toda velocidade e varre toda a entrevia do bonde.

Eu desci do bonde e não quis saber, fui embora e tal.

E ali na altura do Parque São Jorge,

Então, a gente, à noite, muitas noites assim, naquelas noites que São Paulo tinha, que não tem mais hoje, aquelas noites quentes, gostosas, a gente atravessava a avenida e ia chupar uva na na chácara do Marengo e. Foi até E sete... Ih, vou ter que falar nisso. Eu quero falar de São Paulo, <laughs> não de mim.
O senhor lembrou do quê, de quarenta e sete? Quarenta e

como é que chama aquela rua?

E aí já vai já vai entrar num numa num assunto que eu pouco gosto de falar. O meu mano, quando recusaram assinar a fiança e coisas, eu acho que ele sentiu-se com remorso de não ter deixado a casa para mim. Aí, nessa rua, morava a sogra dele.

A sogra ia morar com ele, então a casa da sogra ia ficar vaga se eu queria morar na casa da sogra. Olha, eu vou pular muita coisa, mas não vou vou falar só. Eu podia ficar lá a a vida toda, mas seis meses depois me pediram a casa. E toca eu outra vez a procurar a casa. Não encontro casa, volto para a casa da sogra.

e nove Mal chegando lá, o dono da casa, que tinha um armazém embaixo, porque era sobrado né, tinha um armazém embaixo, me chama,

Eu quero que a sua sogra saia da minha casa. Eu já fiz um movimento contra ela. e não consegui, mas agora eu vou conseguir. Então me diga uma coisa, o que você pode fazer para mim para você sair? Eu lhe dou uma importância Xis e lhe dou um prazo para você sair. Muito bem, eu cumpro com esse. E toca procurar casa. Essa não serve, aquela não serve, não sei o quê e tal. Até que encontrei essa que moro até hoje. Aí mudei para aí. Estou aí até hoje. Mas...

Foi em cinquenta e um em cinquenta e um que eu saí fui para essa casa. Eu comprei essa casa por intermédio da Caixa Federal. Eu tinha um amigo lá na na Caixa Federal e ele conseguiu que a Caixa me emprestasse para comprar essa casa. O interessante é que, para comprar essa casa, a Caixa pedia, hoje não pede mais, pedia uma documentação que chamava-se trintenária. Eram trinta anos anos para saber como é que passou a história da casa. Eu fiquei oito meses para tirar essa trintenária, a ponto de chegar nos cartórios

Eu não vou lá. <laughs> Tinha que procurar documentação para entregar para a Caixa e tal. Até que consegui fazer. Quando quando eu fui passar... Quando eu fui passar... a escritura da casa, no salão da caixa. Estava lá o escrivão, estava lá do eh o dono da casa, estavam testemunhas, estavam e uma porção de pessoas. E eu tinha que pagar para o dono da casa uma importância muito grande. E eu não tinha um tostão. E estava ali para passar a escritura. Aí eu cheguei para o dono e falou a falei assim para ele.

Como é que eu vou fazer? Ah, não faz mal. Oxe, que alívio. Você me passa uma letra, fica pagando o juros. Quando você tiver dinheiro, você paga. <sighs> Muito bem. Aí passou a minha escritura. Mas nesse mas nesse mas há tanta coisa, tanta coisa eh, que eu perdi tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, porque eu saí da firma do meu mano em quarenta e cinco e comecei a trabalhar por minha conta né. Mas eu tive... uma pessoa que falou, fizeram um trabalho contra mim. E eu tive dez anos a confirmação desse trabalho, porque eu perdi milhões e milhões de cruzeiros.

Eu fui industrial né, montei uma fábrica de camisas, vendia, não recebia. Uma noite, ladrões entraram na fábrica, roubaram tudo. Foram cinquenta milhões de cruzeiros roubados. E eu precisava trabalhar, muito e tal. Como eu tinha um maquinário velho e tinha um sócio que era mano, eu pensei no seguinte, porque eu tinha um crédito fabuloso, viu? Apesar de todas as perdas, eu vou comprar um maquinário na Singe, tudo novo. E esse maquinário, eu vou fazer o seguinte, Eu vou pedir para o meu mano sair da firma e eu dou todo esse maquinário para ele. E foi o que eu fiz. Eu comprei na Sinja, na companhia Sinja, um maquinário completo. E eu pensava assim, se com o maquinário velho eu fabrico mil camisas, com o maquinário novo eu vou ca fabricar três mil ou quatro mil. E foi o que aconteceu. Até que, com o correr das coisas, acabou tudo. E aí?

E nessa ainda havia aqueles aqueles eh, como é que chama, bebedouros para animal. Você imagina. E e e Isso na década de quarenta. Havia esse... Que foi também retirado nessa época, porque... Renovação de São Paulo. O que mais de São Paulo? Tem muita coisa para contar sobre mim, mas eu não quero contar sobre mim. Quero contar sobre São Paulo.
Bom, na verdade, nós temos duas soluções aqui, <laughs> porque a gente está terminando a nossa terceira né eh nossa fita aqui. É Estou pensando se o senhor não seria o senhor pode vir né numa outra ocasião para a gente continuar É nesses anos cinquenta até hoje não é, marcar um novo uma nova entrevista aqui né, a continuidade disso, É ou se a gente começa a finalizar. Minha sugestão é, vamos fechar hoje, tá? Vou fazer uma pergunta bem simples para o senhor, <laughs> mas fica aberto o nosso convite para o senhor voltar Volto e continuar a partir desse momento que a gente está terminando hoje, que é na década de quarenta para cinquenta, tá?
Volto.
Então, para já indo encaminhando né para essa finalização, primeiro uma pergunta bem ampla, né? O que o senhor achou de dar essa entrevista, de conversar com a gente?
Olha, eu achei ótimo. Achei ótimo. Eh É pena eu não poder eh esplanar melhor as coisas, né? Mas eu achei ótimo. Achei muito bom.
Deu para resgatar algumas lembranças, alguns... Deu, deu.
Reconstruir, né? Mas tem lembrança que vocês nem nem fazem cálculo, viu? Nem fazem cálculo. Olha... Eu queria falar também é é o seguinte. Até mil novecentos e quarenta e nove, por aí, não haviam esses viadutos que hoje atravessam as linhas de trem ali do Brás. Então, fechava a porteira que ia passar o trem. E o trânsito parava. Sabe como é que ficava o o trânsito? Havia uma um cheio de bonde, de ônibus, de carro que chegavam até lá em cima na onde eu morava. Imagina, das porteiras do Brás até lá em cima, porque fecharam as porteiras. E aqui do lado da cidade ficava até a Praça Clóvis. com aquele eh eh congestionamento.

A região pestana ainda, quando fechava, ficava aquele trânsito parado. Então, construíram depois a esse pontilhão na avenida rangel pestana para poder atravessar. Aí, esse esse congestionamento que ficava quilômetros e quilômetros, pá, aí parou, né?

Esse pontilhão na Ranjel pestana tem uma música que fizeram para ele. Eu não me lembro qual é agora, mas tem uma música. Então, isso é isto é São Paulo. Esse que eu gosto de falar. <laughs>
Surgiu essa cidade né bem diferente né, mudou muito.
Mudou demais. Cresceu demais.

Cresceu muito. Não devia crescer tanto, hein? Cresceu muito. No meu tempo, vamos dizer, até a idade de uns quinze, dezesseis anos, São Paulo era uma cidade que você podia andar à noite, de madrugada, sossegado. Uma cidade limpa. A aí o centro da cidade, por exemplo, à noite er era lavado. Eles lavavam a cidade no no centro aí. Praça da Sé, Pátio do Colégio, Praça eh São Bento, era tudo lavado. E e também tem outra, o Viaduto do Chá, Antes de ser construído como é agora, ali era eh mais estreito e feito de ferro né. E na Praça do Patriarca, ficava para dirigir o trânsito, ficava um guarda à cavalo. E ele, com um pauzinho, fazia o... dirigia o trânsito né. O trânsito que vinha que vinha daqui, que vinha daqui. E ali na esquina tinha um sobradinho. Não é não tem hoje é a prefeitura, né? Também São Paulo. E São Paulo tem os prédios, por exemplo, todos esses prédios altos, o Edifício Itália, o Zarzur, o Banespa, Eu já subi em todos eles né. E lá de cima é uma beleza ver São Paulo todo. Todos têm... E o prédio do Banespa, lá em cima, tem uma uma verdadeira chácara. Tem plantação de tudo quanto é jeito. Lá em cima, no no prédio que hoje é da prefeitura né.

E o senhor acompanhou a construção desses todos, né?

Há um um episódio muito... Também triste, vai.

Era descendente de alemão. Eh

Quando ele estava construindo o Martinelli, surgiu água do solo e o... O engenheiro, ele conta, né?

Porque não sabia como fazer para desaparecer aquela água. Que hoje São Paulo eh tem muita água, né? Por todo lado tem água. Até quando chove tem água demais. Então é isso.

Tem história? Ai tem história? hum Puxa, como tem história? Mas então, como é que eu faço para depois?
É só a não a gente sai daqui e já pode combinar.